o local de nascimento e a data de nascimento.
Está bom. Pode falar. É... A minha data, o nome completo, né?

Esse motivo foi porque até essa data que eu fui registrado, eu ainda não tinha registro de nascimento quando foi para entrar na escola. Né, já estava com doze anos, né, quando entrei na escola. E se u... Se tivesse mais de dez anos, pagaria uma multa de duzentos réis naquele tempo. O meu pai, para não pagar essa multa de duzentos ré fez uma diferença de dois anos na minha idade, né... É... doze anos, ele disse que eu tinha dez anos, Aí por isso

De de mil novecentos trinta e

O senhor já começou a falar um pouquinho para gente do pai do senhor, dessa história da do registro Então a aproveita agora e fala para gente o nome completo do pai do senhor e qual que era a atividade profissional dele.

E a mãe do senhor? A minha mãe é é doméstica, só trabalhava em casa. Mas o nome dela

O senhor sabe como é que o pai do senhor conheceu a mãe do senhor? A história envolvendo esse encontro?
Não, isso não tem nem ideia
Os dois moravam lá na mesma cidade?

E por que que eles mudaram? Eles mudaram pelo pelo seguinte, o meu avô,

E o pai do senhor, ele era agricultor, mas ele trabalhava na roça de outra pessoa ou ele era proprietário de uma roça?
Ele ele era proprietário, trabalhava na roça dele mesmo e trabalhava também para alguns amigos.

E o que que eles plantavam? O que que eles criavam? mi Milho, arroz, feijão, café.

Ele foi junto. Foi trabalhar com o sogro? É, foi trabalhar com o sogro. Aí Aí ele ficou morando no terreno do sogro, bem próximo da fazenda. E quando é que o senhor entra nessa história? Quando é que o senhor nasceu?

Um pouquinho antes dessa mudança. É. É, antes dessa mudança, né?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

Então, aí eu fiquei eu fiquei sem sem minha mãe.

Chamava de mãe, na realidade era madrasta, mas a gente chamava de mãe porque a gente era bem pequeno, né? E ela foi... cuidou da gente.

O senhor fala da gente, então o senhor tinha irmãos? Unicamente uma irmã. Mais velha que o senhor? Mais velha que eu, dois anos e meio. Qual que é o nome dela?

É. E quem, é, criou o senhor a maior parte da sua infância foi a prima da sua mãe, a sua madrasta. Foi.
É, foi.

O quê que eu lembro? Ah, tem um fato bem importante, né? O meu avô, ele tinha a fazenda dele e na fazenda toda semana passava aquele espadeiro com aquele com aquele... com duas caixas, uma de um lado e a outra do outro, cheia de pão, passava na fazenda do meu avô. E o meu avô, toda vez que ele passava, ele comprava mais ou menos uns cinquenta pães daquele daquele daquela pessoa que viajava vendendo pães, né? Aí eu me lembro muito que o meu meu avô me dava um pãozinho, eu comia aquele pão, achava muito gostoso. Aí toda hora eu estava atrás, ó avô, me dá mais um pão. E ele, com aquela com aquele maior carinho comigo, nunca negou um pão para mim, né. Criança sempre gosta, né, e o meu avô era muito carinhoso com a gente, né. É...

Entendi.
Então, na verdade, a sua infância o senhor passou nessa fazenda, é, do do segundo sogro, né?
Do primeiro e do segundo sogro do meu pai, né?

Isso eu tinha oito anos.

Até os vinte e dois anos. Quando eu completei vinte

Vamos voltar, vamos voltar para a infância do senhor, que essa história está boa. Daqui a pouco a gente chega lá na na juventude.

Fala um pouquinho para mim como era a casa onde o senhor morava. Era na fazenda que o senhor morava?

Então, o meu pai comprou uma casa de um amigo dele e e nessa casa ele pôs uma venda, ele ficou com a venda, vê venda, né, de de de pequeno povoado, né, ficou mais ou menos uns vinte anos com essa venda lá.
E como é que era a cidade? Pequenininha, pequenininha... todo mundo conhecia todo mundo?
Ah, com certeza, todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo era amigo, né. Naquele povoado ali só existia duas vendas, a venda do meu pai e a venda de um outro amigo da gente, né, amigo do meu pai.
E como é que era a freguesia da venda do seu pai?
A freguesia era boa. A freguesia era boa. O meu pai Meu pai vendia toicinho, arroz, feijão, sal, querosene, açúcar. Né, é... Ele... então, todo de de pessoas vizinhas que engordavam, e aí vendia toicinho para a freguesia.

Vendia. E o senhor era pequenininho nessa época, oito anos, nove anos? É, nove... nove anos...
E o senhor ficava lá na lá na venda também?
Eu ficava, ajudava meu pai na venda, de vez em quando saia um pouquinho, quando voltava levava um puxão de orelha, <laughs> porque ele não queria que a gente saísse, né, queria que a gente ficasse só ali.
E tem alguma história que o senhor presenciou lá nessa infância sua na venda? Algum caso interessante? Ou engraçado, ou muito marcante?
Bom, nessa venda do meu pai, é, ali ia aquelas aquelas pessoas no fim de semana, tocador de sanfona, aqueles cantadores de calango mineiro, né? E a gente lembra muito da da daquelas pessoas que cantavam aqueles calangos, faziam aqueles versos assim, nos repente, né? E a gente gostava muito de ouvir. E outra coisa, é, tinha uma senhora idosa, chamava Francisca, e o marido dela e o filho era freguês do meu pai. Então, quase toda tarde ela ia lá para casa do O filho dela ficava na venda cantando calango com aquele tocador de sanfona, né? E ela ia lá para a cozinha, e eu, mas a minha irmã ficava lá na cozinha. Olha, durante mais de dez anos, essa Francisca, cada dia ela contava uma história diferente. Não sei onde ela arranjava tanto caso, tanta história, Ela só repetia caso ou história quando a gente pedia. A gente falava, ô Fran dona Francisca, conta aquela história assim, assim, que a senhora contou, a gente achou tão importante, queria que a senhora repetisse de novo. Aí que ela repetia. Se a gente não pedisse, ela ia contando outras histórias, cada dia uma história diferente. Qual foi uma história dessas que ficou na lembrança do senhor? Tem alguma? A história que ficou bem na lembrança, ela contava... contava a história de Zezinho Mariquinha, ela contava a história, história de Assombração, né, e muitas histórias que a gente... Olha, eu me lembro talvez de umas três histórias que ela contava. Cada dia uma história diferente, mas umas três eu ainda me lembro.
Fala uma delas para a gente.
Uma história que que ela contou, ´é, foi de de de um um camarada que namorou uma moça e era uma uma princesa encantada. Essa princesa encantada, esse rapaz namorava ela, mas nunca via o rosto dela. E quando foi uma certa vez, aí ele sabia o quarto que ela dormia, ele subiu para a parede acima, e lá de cima da parede ele olhou embaixo e viu aquela moça mais linda, muito encantada, dormindo, aquele sono tranquilo, ele com a vela na mão assim para iluminar, aí caiu um pingo de vela no rosto dela, quando caiu aquele pingo de vela no rosto dela, ela desencantou e desapareceu e falou para ele assim, Ah, Joãozinho, né? Se você quiser me ver agora, você vai ter que viajar muitos dias que eu vou para o heno do bom verá, que por terra não tem caminho para os ares só se voar. E aí ele saiu andando, saiu andando, andando, andando, aí ele via as formiguinhas, ele dava comida para as formiguinhas, ele via um cachorro, dava comida para aquele cachorro, ele via um passarinho, dava comida para aquele passarinho. Quando ele cansou de andar, ele chegou no meio de um de um e conversou com aqueles urubus, né, e falou que já estava cansado de andar, se aquele urubu daquele podia levar ele até o heno do bom verá, que por terra não tem caminho, para os ares só se voar, se algum daqueles urubus sabia onde ficava isso. Aí um urubu, o mais idoso da manada, falou, eu sei aonde fica o heno do bom verá, que por terra não tem caminho, para os ares só se voar. E se você quiser, eu te levo. Você sobe aqui nas minhas asas e e fecha os olhos que eu te levo até lá. E aí ele ele subiu nas asas do urubu. O urubu primeiro falou para ele, falou assim, olha, tem mais ou menos mil e duzentos anos que eu passei nesse lugar, né? Mas eu ainda me lembro bem. Pode subir aqui nas minhas asas que eu te levo. Aí ele subiu nas asas do urubu. O urubu mandou ele fechar os olhos e viajou, viajou, viajou, atravessou acho que uns dois ou três oceanos e depois o urubu falou assim, agora você segura bem que agora eu vou descer Vertical, segura bem. Aí quando quando o urubu, ele segurou bem, quando o urubu desceu vertical e aí chegou naquele naquele determinado lugar, o urubu falou para ele, assim, a fazenda que essa princesa mora é naquela fazenda ali. E aqui eu vou te deixar e vou voltar e daqui para frente você se vira. Aí ele foi, chegou lá, estava uma festa, aquela festa de arromba mesmo. Ele chegou, começou a conversar com todo mundo, perguntando para para aquela princesa. Aí uma pessoa falou, a princesa é aquela lá, olha, ela ela vai se casar hoje, daqui mais ou menos uma meia hora o noivo dela vai chegar e ela vai se casar, e... E aí ele foi, deu um jeito, pediu licença e foi conversar com ela, né? Foi conversar com ela, o noivo estava se aproximando, e ele conversou com ela e se aproximou dela, né? E falou para ela que ele era aquele namorado que ela tinha, que que ele nunca tinha visto o rosto dela, e com aquele pingo de vela ela se desencantou e sumiu, né? e E aí quando o noivo foi se aproximando, ela falou para o noivo que o casamento com aquele estava acabado, que ela não podia deixar de casar com aquele amor primeiro. E casou com esse tal Joãozinho, e o outro foi desprezado, e diz que até hoje vive uma vida feliz.
Essa história o senhor ouvia lá na na venda do seu pai... Dessa para a Francisca, né?
É uma das histórias que ela contou.
Como é que era a venda do seu pai? Fecha o olho, você tenta lembrar, falar para gente como é que era a venda.
A venda do meu pai só tinha duas portas, né? Só tinha duas portas. E aquele barcão assim, retirado mais ou menos um metro e meio da porta, né? E ali chegavam as pessoas, o toucinho ele punha em cima do balcão, né? E vendia. E aí os sacos de de mantimento, aí ficavam mais para dentro da venda, né? E ali tinha quitanda, quitanda que a gente falava naquele tempo, lá era biscoito, broa, bolacha, né? é... A gente falava quitanda, né?

A quitanda lá era essas coisas, pão, bolacha, é, rosca, biscoito, broa. A minha madrasta fazia umas broas de fubá de canjica, que era uma delícia, o povo gostava muito. Fazia uma outra uma outra quitanda que chamava Mané Joaquim, que era um bolo de farinha de trigo.

Algumas pessoas lá ainda tentam fazer, mas igual ela fazia, ninguém consegue fazer.

E nessa infância do senhor lá, nos períodos em que o senhor não estava lá na venda do seu pai, ajudando, ouvindo histórias, do que que o senhor brincava? Com o que que o senhor brincava? Quem que era a sua turminha de amigos?

minha de amigo lá, eram os primos, alguns amigos que a gente trabalhava na roça junto, porque tem um detalhe, hoje em dia a gente vê, por exemplo, a justiça do nosso Brasil fala que criança não pode trabalhar. Agora, a criança não pode trabalhar, chega o tempo da escola, tem que ir para a escola, depois sai da escola, com dezoito anos tem que servir o exército, quando sai do exército com vinte e um anos, vai pedir emprego numa firma para trabalhar, qual a primeira coisa que eles pedem numa firma quando o sujeito perde o emprego? Dois anos de experiência, três anos de experiência, uma experiência de quê? Agora, quando a pessoa completa os trinta e cinco anos, não pode mais trabalhar porque já é velho. Para aposentar... Antes, aposentava por tempo de serviço, que eu mesmo aposentei por tempo de serviço. Trabalhei trinto e cinco anos, me aposentei por tempo de serviço. Depois de aposentar, trabalhei mais seis anos na mesma firma onde trabalhava. Então, na realidade, eu trabalhei quaren, eu trabalhei vinte anos

Ajudava na roça, trabalhava na roça de sol a sol. O quê que o senhor fazia na roça? Limpar, capinar milho. E eu campina, ficava o dia inteirinho na roça, capinando, tratando da roça, dos milhos, né? E trabalhava, é, destocando terra de arroz, fazendo plantação de arroz. A gente plantava lá arroz, milho, feijão, né?
E nos tempos, nas horas vagas, quais quais eram as brincadeiras com seus primos?
Ah, jogar bola, né? A gente jogar bola e e e brincar de... A gente tinha tanto tanta brincadeira naquele naquele naquele lugar ali, né? Brincar de um correr atrás do outro, de pega-pega pega-pega, né? É...
E como é que era a rua principal, lá onde ficava a venda do seu pai? É... Descreve ela um pouco para gente, assim, eu fiquei curioso para...
Olha, essa essa a venda, u Ela começava perto da fazenda de um tio da minha mãe. Tinha aquela porteira que divisava a fazenda com o povoado. Aí passava naquela porteira, seguia reto. Aí começava aquela aquelas ruas de casa, né, é... E depois, no fim daquela rua, aí tinha uma outra porteira que divisava com outro tio.
de outra fazenda e tinha muita casa nessa rua?
não, é... ali naquela naquela rua tinha aproximadamente umas quinze casas, mas, não tinha mais que isso.
Entendi. E a escola?
A escola, então, a escola, eu eu quando entrei na escola, eu tinha eu tinha doze anos, né?

Ela era uma professora que não era concursada. Era assim nomeada pelo, pelas pessoas da cidade, né, que, conheci pessoas conhecidas, né. Então, ela era nomea essa essa professora, né, mas não era concursada, e Com essa professora, eu fiz até, é, o quarto ano Quarto ano lá na roça, né, e Então, ela não tinha concurso. Depois, quando chegou aquela lei de que as professoras tinham que ter concurso, né, para poder ser professora, tinha que ser professora formada, aí ela foi retirada daquela escola. Aí entrou outras outras professoras já com curso.

Era pouquinho aluno assim nessa sala? Pouquinhos colegas?
No tempo que eu estava na escola, tinha aproximadamente uns trinta alunos.

No tempo que eu estava na escola, tinha aproximadamente uns trinta alunos. Naquele tempo, é, muitos pais não punham as crianças na escola, porque as crianças, é, tinham que trabalhar na roça. E eu, por exemplo, eu queria falar antes, e eu e eu quando comecei a trabalhar na roça, eu tinha aproximadamente dois anos de idade. Dois anos de idade, o meu pai saía de manhã, ia para uma outra roça longe, deixava eu e a minha irmã, lavava, antes dele, ele levava nós lá para para a roça, próximo da casa onde a gente morava, E chegava lá, uma enxadinha na mão de cada um, chegava lá, ele com aquela enxadinha, ele fazia aqueles piquezinhos assim e falava para a minha irmã, essa aqui é a sua tarefa do dia, você tem que tirar essa tarefa. Aí fazia para o outro lado, assim, aqueles piquezinhos assim, fazia aqueles círculozinhos assim e falava para mim, essa aqui é a sua tarefa, você tem que tirar essa tarefa hoje. Só que eu com dois anos de idade, eu não sabia o que que era aquilo. Eu não entendia nada.

Aí eu ajudava ela ali, quando terminava a dela, ela põe a inchada nas costas, ia embora lá para dentro de casa, e eu passava o resto do dia ali chorando, sem saber o que era Quando meu pai chegava, lá por umas oito, nove horas da noite, que ele trabalhava em outra roça longe, quando ele chegava, ele perguntava...

Aí sabe o que acontecia? Ele ia lá na cama onde eu estava dormindo, puxava as cobertas, me pegava para para a perna, me arrastava pela a perna, eram umas dez lambadas de pé atrás com a corda de rei dessa grossura assim. E eu apanhava, e eu eu molhava a roupa tudo e não sabia o que era aquilo. Depois, na medida que eu fui crescendo, aí eu fui começando a entender o que era aquilo ali, né? Aí eu ia ia para lá, aí eu tirava a minha tarefa primeiro que ela. Mas apanhei sem saber o que era aquilo. Porque as crianças daquele tempo tinham que trabalhar. Agora, por isso que eu digo para você, hoje em dia a criança não pode trabalhar. A gente já contou a historinha, né? O porquê e até as idades e tal.

Porque <hesitation> eu acho <hesitation> que o pessoal <hesitation> lá tem um ditado, pede galinha, não mata pinto, né. Coro que o pai dá na gente, não mata. Dá aquele coro para educar. Hoje em dia eu sei, por exemplo, respeitar a pessoa. Graças a Deus, tenho um pouco de educação, né, sei respeitar as pessoas. Trabalho nunca me fez mal. E eu me sinto bem trabalhando. Né, estou aposentado, mas em casa eu não paro. É uma coisa, é outra. Sempre a gente tem alguma coisinha para fazer. Hoje em dia, por exemplo, o meu hobby...
Vamos voltar um pouquinho até a gente chegar aí, só para a gente não perder o fio da miada.

É, quarta série lá de roça, né?

Na naquele tempo, é, as professoras, a escola da roça só dava até a quar E o o outra coisa, por exemplo, naquele tempo a escola era cheia de livros que a prefeitura fornecia, o aluno não precisava comprar livros naquele tempo, tinha primeira Por exemplo, a gente primeiro começava com a cartilha, depois primeiro ano, depois segundo, depois terceiro, depois até quarto ano. Completava os quatro anos, aí saía da escola. Tinha um livro lá que eu me lembro que chamava ma manuscrito. Eu não sei se esse livro ainda existe até hoje. Esse livro manuscrito era escrito à mão. Cada página tinha uma caligrafia diferente. O aluno que conseguisse ler aquele livro ali era o melhor aluno da classe. Porque não eram todos os alunos que conseguiam ler ele todo.

Não, aí lá não estudei mais. Não estudou mais?

E eu estudei, por exemplo, na escola dos doze até os dezesseis anos, né? Era essa a idade que você tinha? É. Quando eu saí da escola eu tinha dezesseis
então você já era um adolescente na época, é.

O que você fazia, já jovenzinho?

Mas eu ia todos os domingos. E e tinha alguma diversão?

Jogo de malha e futebol, né, tinha alguns campos de futebol ali por perto, né. Era jogo de malha, futebol e aquela brincadeira que a gente tinha lá. E as moças do povoado? As moças? Ah, eu nunca eu tinha vez tinha vez que às vezes eu tinha cinco, seis namoradas. Uai, o que é isso? Aí depois, <laughs> Aí depois, às vezes elas ficavam tudo junto assim, aí eu conversava com uma, conversava com outra, conversava com outra, aí conversava, ah, você está namorando fulana. Não, eu estava namorando, mas agora não estou mais, agora eu quero é você mesmo. Aí aquela parava de conversar, ia conversar com a outra. Ah, você está namorando? Não, não estou namorando. Eu estava, mas agora eu quero você mesmo. Aí nessa daí, quando era na segunda-feira, não tinha mais nenhuma. Todas Todas elas me largavam <laughs> e onde

E, então, aí nos dias de festa, nos dias de missa, o lugar da gente passear era em volta da igreja, em volta da igreja. A gente, às vezes, ia com colega conversando, as moças também, com as coleguinhas delas conversando, né? E a gente fazia igual engenho, <laughs> moído, andando em volta da igreja.

Até os vinte e dois anos trabalhando na roça.

Como é que foi essa decisão?
Olha, é o seguinte, igual eu já falei antes, eu trabalhei, nesse nesse tempo, eu trabalhei em várias fazendas na região de...

Depois, e, quando foi no começo de,

Mas conta para mim o seguinte, como é que foi o dia que você veio...

Lembro, como é que você se despediu? O seu pai ficou lá? Como é como é que foi isso? E como é que foi a viagem para cá? Conta para gente, é.
É, o seguinte, o meu pai, ele não ele não queria muito que a gente saísse não, sabe?

A gente vai com o primo, já tem bastante conhecimento lá, aí ele permitiu a gente vir, né?

Num quartinho de aluguel, a gente queimava lata, naquele tempo a gente falava queimar lata, né? A gente mesmo fazia o cafezinho da gente, né, fazia o almocinho da gente, né? E a gente não pagava pensão, a gente mesmo fazia, só alugava aquele cômodo para a gente ficar, comprava umas vasilhazinhas ali, um fogareiro de carvão, e a gente comprava carvão, né, a gente comprava carvão, fazia aquele fogo e ali a gente mesmo fazia a alimentação da gente.
Onde que era esse quarto que você alugava?

E como foi parar lá? Foi tudo por ajuda desse seu primo? É.

A casa desse amigo que nos acolheu e esse esse amigo que acolheu a gente, ele era ele era primo desse primo que a gente veio com ele, né, é Então, aí a gente ficou na casa dele alguns dias, depois a gente alugou esse cômodo e ficamos nesse cômodo.

E assim a gente foi. E como você foi procurar emprego?
Como é como é que foi essa aventura? Bom,

Naquele naquela parte ali, e

Trabalhei mais ou menos uns seis meses com esse padre, é Aí era construção, constru na construção da igreja.
E o que você lembra dessa época?
Eu lembro dessa época que esse padre ele era tão tão amigo da gente, uma pessoa muito muito amiga da gente, né, e E nesse tempo também, eu lembro que a gente fez amizade com um grupo de rapaz italiano,

Eles dividiam entre eles e aí ficava pouco para cada um pagar.
E aí, nessa época, você voltou a estudar ou não?
Não, nessa época eu ainda não voltei a estudar.

Chegava na estação, estava cheio de meninas assim, já esperando a gente, né? Aí eu saía, descia do trem, ia conversar com aquele grupo de mocinha, né, aí conversava com uma, conversava com outra, conversava com outra, aí ia saindo uma por uma, quando ficava aquela última, aquela última a gente ia passear pela cidade, ia para o cinema, depois ia para a missa.

É. E aí ficava as meninas esperando ali na estação. É. E continua então a história agora, por favor.
Então, aí aí a gente, a última que ficava, a gente saía com ela, ia para o cinema, né? Depois terminava o cinema ali por volta de onze horas da noite. Lá chamava Missa do Galo. Aí a gente saía do cinema e ia para a missa. Terminava a missa, aí a gente ia dar umas voltas ali para o jardim. Aí já eram umas três horas da madrugada, a menina ia para a casa dela e a gente ia para a pensão.

Não, naquele mesmo dia não.

Eram duas léguas de distância. Entendi, aí visitavam A gente ia de a pé, ah, é, carregando a mala nas costas. Aí ia visitar os pais da gente, né?
E aí eles perguntavam como é que era aqui? Vocês contavam?
Ah, perguntava como é que era, a gente contava tudo, né?
E como é que vocês contavam para eles?
Ah, a gente contava.

A gente faz amizade com com muita gente boa. Naquele tempo, ó, para começo de conversa, naquele tempo, a gente para arranjar emprego, era uma facilidade. E eu, por exemplo, no primeiro dia que eu ia procurar emprego, já encontrava. Primeiro dia que eu ia ia procurar emprego, já encontrava. É Teve uma vez que eu...É, às vezes a gente trabalhava numa firma, depois trabalhava um ano, dois, né? Depois aquela firma veio por algum motivo ou porque dispensava empregado, né? A gente saía no corte, aí... E eu saía daquela firma, ia embora para a mina, ficava uns quinze dias lá, depois voltava, descansava descansava mais ou menos uns oito dias, depois ia procurar serviço de novo, é... Certa vez eu fui procurar serviço, né, e aí quando eu saía procurando, eu já pegava a bicicleta, né, e já punha uma marmita na garupa garupa do bicicleta e ia procurar serviço. Aí um dia eu cheguei no Café Solúvel, cheguei lá no Café Solúvel e eu sabia que lá estava precisando de gente para trabalhar. Aí fui, cheguei lá, perguntei para o guarda, falei, ó, tem vaga aqui, eu estou desempregado e preciso trabalhar. Aí o guarda falou, ah, você pode entrar, pode ir lá na sessão pessoal, né, e conversa lá com o moço lá do departamento pessoal, né, conversa com ele que estão precisando mesmo, né. Aí eu fui, cheguei lá, conversei com, com o chefe da sessão pessoal e falei para ele, eu vi falar que está precisando de gente aí, eu estou desempregado e estou procurando emprego. Aí ele falou, mas você está disposto mesmo a trabalhar? Eu falei, eu estou disposto a trabalhar. Aí ele falou, se eu quiser, você agora, você pode começar agora? Eu falei, posso começar agora. Aí ele falou assim, mas mas e o almoço seu? Como é como é que vai fazer? Aqui não não tem restaurante, não tem nada. Como é que vai fazer para você almoçar? Eu falei, minha marmita está na garupa da biscreta. Aí ele falou, ah, então então você quer trabalhar mesmo, né? Aí me chamou lá para cima, já começou a me mostrar o serviço, já me deu as ferramentas, aí eu já comecei a trabalhar, né? A minha ficha foi feita quinze dias dias depois é que ele me chamou lá na sessão pessoal para fazer a ficha. Mas qual que era o serviço? Limpeza. Limpeza.

Em limpeza também?

Agora vem cá, é, essa é a parte profissional.

O que que você fazia?

É bem diferente. O que que você fazia? Quase não tinha lazer. Quase não tinha. Trabalhava a semana inteira, domingo estava cansado, ia para a missa, voltava para casa, ia descansar para no outro dia sair cedo. E como é que o senhor conheceu sua esposa?

Aí, com essa, é, a gente começou a namorar. Aí ela falou para mim assim, olha, você é muito embruião e eu preciso de arranjar um namorado que interessa casar, porque... Eu já estou com já estou com dezoito anos e eu preciso casar. E você, pelo jeito, você não se interessa em casamento. Eu falei, então você falou com a pessoa certa, porque eu também agora estou decidido a casar. Aí nós namoramos dois anos e meio, né?

Depois de dois anos e meio, a gente, é, decidimos mesmo nos casarmos. O meu pai não queria o casamento de jeito nenhum. Porque o meu pai, ele ele ele ele desejava tanto bem para mim, que interessava que eu casasse com uma filha de fazendeiro. A gente era pobre. Eu, pobre, casar com filho de fazendeiro, filha de fazendeiro não ia me querer, e E também nem eu, às vezes, interessava muito.

Só que todos que ele apontava não me agradavam. Era rica, mas não me agradava. Aí para mim casar com essa, ela pobre também, né, para mim casar com ela, o meu pai não quis. Eu já estava com vinte e cinco anos, falei, acho que eu já posso, não tenho não tenho que estar escutando muito meu pai, eu tenho que fazer minha vida. Aí a minha certidão a minha certidão de nascimento, ele falou, não entrego a sua certidão de nascimento, quero ver você casar.

Não tinha ônibus naquele tempo.

Eu casei dia sete de novembro de cinquenta e
E O nome da sua esposa?

a primeira esposa, que agora eu sou, ah, ela faleceu no dia vinte e oito de dezembro de dois mil mil e Aí eu fiquei sete meses viúvo e depois de sete meses viúvo, encontrei uma Outra pessoa que estava viúva há onze anos, a gente começou a namorar e com pouco tempo, acho que uns seis, sete meses a gente casou. Depois de manhã faz quatro meses que eu estou casado com essa nova esposa.
Mas vamos voltar um pouquinho lá no tempo do seu primeiro casamento. Logo mais a gente chega no... Se eu contar direitinho esse segundo casamento. Então você casou a contra gosto. Do meu pai. Do seu pai. É. A contra gosto do seu pai. É. E aí casou e veio embora. E no dia do seu casamento? Fala para mim do dia do seu casamento. Seu pai não foi.

Como é que foi o casa
meu casamento, meu pai não foi.

Aí quando quando marcaram o casamento lá, escreveram para mim, aí eu fui já para casar. Nessa vez que eu fui para casar, eu não passei na casa do meu pai, porque ele estava... Ele não queria, porque a moça era pobre. Mas só que eu falei, agora não tem mais jeito, agora eu vou casar mesmo. Eu já tenho vinte e cinco anos, eu tenho que esperar o quê? Aí fui para casar e eu tinha um animal, eu tinha um cavalo muito bom lá, né. O cavalo ficava num pasto alugado de um amigo meu. Aí quando quando eu cheguei lá, na véspera do casamento,

Aí o meu pai não emprestou. Não, não vou emprestar não. Ele vai casar contra a minha vontade, não vou emprestar o arreio não.

Nosso casamento foi onze horas da manh, onze horas, né, na igreja. Eu já tinha aquelas pessoas que eu tinha escolhido para padrinho de casamento. Né, é... Então, aí a gente casou, onze horas.

E o seu pai aceitou depois do casamento algum dia?

Eu voltei lá, aí fui para a casa do sogro. Fui para a casa do sogro, fiquei lá, né? E... Aí eu falei, falei, agora eu vou lá na casa do meu pai. Aí alguém falou para mim assim, não vai na casa do seu pai, porque o seu pai está muito bronqueado com você. Ele falou que se você chegar lá, ele vai te descer a lenha. Falei, não tem problema, ele é meu pai, eu sou filho. Se ele bater em mim, ele bate no filho dele. Se eu apanhar, eu apanho do meu pai, não é vergonha nenhuma. Eu vou lá apanhar do velho.

Quando eu fui chegando lá, que bati palma, assim, bati palma, a minha madrasta chegou na janela, que me viu. Ela levou aquele susto, assim. E falou para mim, olha, o seu pai está muito bronqueado com você, viu? Seu pai não quer nem ver sua cara. Falei, mas eu quero ver a cara dele. Aí eu entrei lá para a cozinha, comecei a conversar com a minha madrasta, ela me deu um café, me deu almoço e tal. Eu perguntei, cadê o meu pai? Quero ver meu pai. Aí ela falou assim, ele está lá ele está lá no quarto da sala, ele está sentado lá, mas ele não quer ver você não. Falei, mas eu quero ver, eu quero ver ele. Ela falou, não vai não, que ele vai te bater. Falei, se ele bater, ele vai bater no filho dele, não é vergonha nenhuma eu apanhar do meu pai <laughs> Aí fui, cheguei lá, o velho estava sentado lá de cara de cara amarrada assim, eu cheguei. Cheguei, levei a mão e falei, benção, pai. Aí ele levantou a mão assim, abençoe. Falei, o senhor está bem? Estou bem. E aí nós começamos a conversar. E ele não bateu coisa nenhuma, né? E aí a gente conversou bastante, fiquei ali de dez horas da manhã até mais ou menos umas seis horas da tarde. Quando foi seis horas da tarde, eu jantei, né, jantei lá com eles, meu pai e minha madrasta. E despedi dele e falei, agora eu vou embora lá para a casa do meu sogro e domingo que vem eu volto aqui.

Aí ele falou assim, vem aí com a , vem aí com a Falei, tudo bem. Aí já mudou de figura, né? Quando foi na no no fim de semana, eu fui para lá junto com ela, ela não queria ir não. Ela falou, eu não vou lá na casa do seu pai, seu pai vai brigar comigo lá, pode até sair correndo atrás de mim, pode até querer me bater. Aí eu falei, não, se ele bater, se ele pegar um pau para bater no seu, eu imparo com as minhas costas. Mas aí ela foi, chegou lá, cumprimentou ele, né, ele recebeu ela bem, e ali a gente ficou numa boa, conversamos o resto da tarde tudo, a gente dormiu lá, no outro dia a gente saiu, ele abençoou a gente, e acabou o paredão, acabou o ódio. E, alguns anos depois, é... Por volta de Ele caiu lá de um barranco e... quebrou a bacia, ficou lá prostrado numa cama, um primo meu que estava cuidando dele, eu cheguei lá e encontrei ele naquela naquela situação, nessa aí a minha madrasta já tinha morrido.

Cheguei lá, ele viúvo, com a perna quebrada, um cunhado dele é que estava cuidando dele lá, a família desse cunhado é que estava cuidando do meu pai. dando alimentação para ele, quer dizer, dando a comida para ele, cuidando dele que estava prostrado na cama, doente, com a perna quebrada. Aí eu conversei com esse... com essa pessoa, falei, Luiz, esse trabalho que você está fazendo aí, essa missão aí é minha. Essa não é a sua missão, essa missão é minha. Falei, você podia comprar o terreno do meu pai, que o meu pai tinha dado uma herança do segundo sogro dele, de dois alqueiros de terreno. E ele estava morando lá. Falei, essa missão que você está fazendo não é sua, essa missão é minha. E eu vou combinar com o meu pai, se o meu pai aceitar, a gente vende esse terreno para você.

Eu é que devo cuidar do meu pai. E aí combinamos, combinei com ele e ele aceitou vender o terreno. Vendi vendi esse terreno lá, dois alqueires de terreno, por setenta, setenta cruzeiros naquele tempo. Era um bom dinheiro, setenta setenta mil, setenta cru

E depois chegou o tempo dele também, ele acabou falecendo com setenta e sete anos de idade. E a minha esposa na minha casa é que estava cuidando dele. Fazia almoço, dava comida para ele. Aí quando eu chegava do serviço, põe ele na cadeira de roda, levava ele para o banheiro, dava banho nele. Quando ele se sentia muito mal, a gente chamava um táxi, levava ele para o pronto-socorro, para o hospital. E a gente cuidou dele até ele falecer em oi
Então, depois que ele tomou aquele tombo, ele não conseguia andar.
Não conseguiu mais andar. Aí vivia na cadeira de rodas. É... Quando ele caiu esse tombo lá que quebrou a bacia, o... Fazer um tratamento Aí ele falava, não, não precisa me levar, não.

Melhoral, né, melhoral, ele falava, milhorali. Tomo os melhoral, sara. Mas só que melhoral não vai cuidar um osso, não vai sarar um osso quebrado, né.

E eu levei ele no no no no convênio da firma, aceitaram a gente levar ele. Foi feito, foi tirada a radiografia, mas devido ao tempo que já tinha passado, devido à idade que ele já tinha, não era possível mais operar, né. Aí o médico falou, o jeito é ele, é ele acostumar com essa dor. Não tem mais jeito, não tem como, né. E aí foi até...

Duas coisas.

E depois, como ficou a vida do senhor, depois que o senhor trouxe o seu pai também para cá, que começaram a viver a família? Conta para mim.
A minha vida com a minha com a minha primeira esposa foi maravilhosa. Era uma mocinha simples lá da roça. Eu também não tinha vaidade, né, é... A gente viveu junto sessen

cinquenta e um Porque do dia sete de novembro de de cinquenta e nove, até o dia vinte e seis de dezembro Tivemos treze filhos. Morreram quatro. E os outros nove são todos casados, cada um tem a sua casinha, cada um tem a sua moradinha, cada um tem o seu emprego, cada um tem a sua vidinha própria. Eu fiquei viúvo, fiquei sozinho, numa casa de oito cômodos, que é a minha casa onde eu moro, E a solidão, nesses sete meses, para mim foi muito cruel. Eu falei, o jeito é procurar uma pessoa e me casar de novo. Aí, esses nove filhos meus, todos os nove me deram o maior apoio. Todos eles concordaram.

Também todos eles concordaram plenamente com o nosso casamento.

Vou fazer um desafio para o senhor. Hum, vamos ver se o senhor vai conseguir <laughs> Eu queria que você contasse para mim... Quando o senhor teve o primeiro filho, E depois eu queria, se você conseguir, porque é difícil, falar o nome de todos eles. Do mais velho para o mais moço.
Sim, na sequência. Na sequência, ãh, a... A primeira filha foi uma menina. É essa que está aí com a gente hoje, é essa que veio me trazer aqui.

Ela nasceu no dia trinta de agosto de

Nasceu no dia vinte de

Ela também era do dia seis de, de janeiro

Ele era solteiro. Quando estava com vinte e seis anos, solteiro. Era o último o último que estava morando com a gente.

Não precisa falar muitas datas, não, né?

Ela nasceu de oito, com oito meses. Aí a outra menina que nasceu junto com ela, é, faleceu com oito dias de vida.

E devido a ser prematura, com oito meses, aí ficou as duas, né, numa incubadora.

Porque o filho, a filha mais velha, ãh, está com quarenta e, quarenta e

quarenta e seis anos e

A época que a, na época que a minha casa tinha mais gente, foi ali por volta de...
E como é que era viver nessa casa cheia de filhos? Ah, era gostoso
Era gostoso, viu, e, a gente chegava A gente chegava <laughs> do serviço, aquela criançada, tudo ali, né? E

Antes dela chegar no meio, o primeiro já estava pedindo de novo. Antes de chegar chegar no meio, o o <laughs> mais velho já estava pedindo de novo, né. Aí ela vinha servir aquele e depois continuava até o último, né. Mas era uma luta, viu? Mas olha, não sei se você se você, não sei se você já viu falar em Jó, aquele da Bíblia. Já ouviu falar em Jó, da Bíblia? Você multiplica a paciência de Jó e imagina a paciência dessa mulher. Aquela paciência, aquela calma, aquela tranquilidade. É incrível uma pessoa para ter a paciência que a minha que a minha esposa teve, viu, é... Às vezes a gente ia , às vezes a gente ia Tinha vez que ela, que que às vezes eu não podia ir, porque às vezes eu estava trabalhando, não tinha férias, né?

E ela falava, ah, eu eu preciso de de ir lá visitar meus pais. Aí ela estava com as cinco, seis crianças, ia com aquela criançada tudo, carregando às vezes três malas desse tamanho assim, né? carregando aquelas malas tudo, chegava nos ônibus assim para passar de um ônibus para outro, sempre tinha aquelas pessoas que ajudavam, aquelas pessoas que colaboravam, né.

Agora, eu eu eu não esqueço é de um fato que a gente já estava com dez filhos, né?

Aí a gente foi, quando a gente desceu na estação de trem, né, e a gente foi atravessar a linha para o outro lado, a gente foi atravessar a avenida, desceu do trem e foi atravessar a avenida para o outro lado, né? Aquelas cinco crianças junto com a gente, né?

Às vezes tem alguns que ficam um pouco atrasados, assim, porque anda pouco, né? Veio um taxista com tudo, assim, passando. Quando foi passando perto da gente, assim, quase que atropelou uma criança daquela. Ainda me xingou. Ô, palhaço, por que não larga metade desses moleques em casa? Falei, foi o que eu fiz. Eu falei, eu estou com cinco aqui, os outros cinco ficaram em casa.

Mas também você foi cobrador de ônibus, não foi?
Fui cobrador de ônibus. E como é que foi essa história? de ônibus foi foi a terceira firma que eu trabalhei, né. Cobrador de ônibus foi

Ali era garagem, e

O primeiro ônibus que foi lá, eu era o cobrador.
Então foi bem, foi antes do senhor casar, né?
Bem antes de casar, é, bem antes. Dois anos antes do casamento, de casar, né? Que eu casei em cinquenta e nove e isso foi em

e sete Então nesse período todo, depois do senhor já casado, tendo esse tanto de filho e tal, aí você trabalhava, é, na área de limpeza dessas empresas, né?
Trabalhava na área de limpeza.
Aí o senhor ficou, ficou nessa área a maior parte do tempo.
A maior parte do tempo nessa área, né? A maior parte do tempo nessa área de limpeza.
E quando o senhor se aposentou, o senhor se aposentou como serviços gerais lá da empresa, né?

E me conta uma coisa, como é que começou a ser a sua vida de aposentado? De repente o senhor se aposentou ou o senhor continuou trabalhando?
É, eu continuei trabalhando durante durante uns cinco, seis anos ainda na mesma empresa. Mas, é, é, então, aí eu trabalhando nessa empresa, pagava i ene pê esse a mesma coisa, era descontado i ene pê Mas só que depois veio uma lei que que não podia mais aposentado pagar o i ene pê esse, né? Aí tudo aquilo que eu que eu tinha pago durante uns quatro anos, me devolveram tudo. Aquilo que eu tinha pago depois de aposentado.
Então foi bom demais. Foi ótimo. Aí o senhor parou de trabalhar de vez, é.

E aí depois quando quando essa empresa mandou eu ir embora, E eu falei, chega de marcar cartão, agora não vou marcar mais cartão não.

E aí voltou para casa? É, aí fiquei em casa. Mas, olha, é, fiquei em casa, mas aquele costume de levantar cedo até hoje eu não perdi. Porque eu cheguei a trabalhar em firma, que tinha que levantar três horas da manhã.

Pegava três conduções dormia mais na condução do que na cama em casa, viu? É cada Cada ônibus que eu que eu pegava era uma hora e meia de viagem, que é de ponto final a ponto final, né? Uma hora e meia de viagem cada ônibus, dormia uma hora e meia na ida e uma hora e meia na volta. Poxa, mas que condução barata, pô. A gente paga naquele tempo um cruzeiro de cinquenta centavos com direito à dormida, <laughs> né?

Eu chegava em casa e era só era só o tempo de descansar um pouquinho, catar a outra marmita e voltar de novo.
Mas e aí depois que aposentou, mesmo que voltou para casa tranquila, é, como é que foi a vida? Aí
E eu continuei levantando cedo até hoje por causa daquele costume de mais... O costume da vida toda, porque na roça levantava cedo. Aqui também levantava cedo, né? E acostumei até hoje, cinco horas da manhã eu já estou acordado e levanto. E aí, como é que é o seu dia hoje em dia? O meu dia é gostoso, né? É... Eu tenho várias atividades, né? O meu hobby, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a filmadora. Aí um chama para filmar um casamento, outro chama para filmar um batizado, outro chama para filmar um aniversário, e lá vou eu com a minha, com a minha filmadorazinha, né. Eu faço parte dos dos dos Vicentinos, não sei se você conhece o grupo dos Vicentinos, da da Igreja Católica. Faço parte dos Vicentinos, já... Eu sou vicentino desde mil novecentos e quarenta e dois, quando eu tinha dez anos, e E até hoje ainda faço parte desse grupo dos vicentinos, né É a maior associação católica dentro da Igreja Católica dos Vicentinos. Porque os vicentinos, ele está em quase todos os países do mundo. Quase todos os países do mundo tem vicentino, né? E... Então, eu faço parte até hoje, me sinto bem. Então, eu faço parte do grupo dos vicentinos. É... Hoje em dia, por exemplo, tem aqueles céus, né? Que

Então, ali ali sempre tem baile de terceira idade, né, sempre tem, às vezes, de vez em quando eu entro para fazer aula de computador. É o básico, mas mas a gente sempre aprende alguma coisinha que que é muito bom para a gente. Sempre a gente está participando de alguma coisa, grupo de terceira idade, Vicentino, a igreja, na na igreja que é pertinho da minha casa, a gente sempre participa, tem atividade ali na igreja também. Então parado a gente não fica. Sempre tem alguma coisa. Gosto

Gosto de todas as músicas, mas o principal é sertanejo.

E eu sempre estou visitando essas casas de cultura, onde tem sertanejo, eu gosto de apreciar a música sertaneja. E de vez em quando, às vezes alguém chama a gente para fazer uma filmagem, o pessoal vai vai cantar, eu quero que você vai fazer uma filmagem para a gente, a gente vai.

E eu fiquei muito curioso para saber como você se aproximou disso, de uma câmera de filmar, como é que aconteceu isso?

Então ele comprou uma uma filmadora jota vê cê e foi lá em casa com ela e começou a filmar lá e eu achei muito importante aquilo ali. porque é bem superior a máquina fotográfica, né, porque filma, aquilo tudo em movimento, é uma coisa que dá a impressão que é até ao vivo, né.

E de vez em quando a gente fazia uma parada. A gente fazia uma parada, encostava a Brasília no acostamento ou embaixo de uma árvore e ali a gente tomava aquele cafezinho, a música ali, o rádio do carro lá com as músicas sertanejas, né?

E as meninas filmando, e a gente filmando aquele café, outra hora almoço. Tinha vez que a gente levava umas panelinhas, levava um fo fogareirozinho, né? Fazia comida lá na estrada mesmo, né? A gente não tinha pressa de chegar, né? Ali mesmo a gente fazia o almoço, almoçava, descansava bastante, depois seguia a viagem.

Aquelas maravilhas da estrada. Uma Eu parei perto de um pé de ipé todo florido, né? Aquele Ipê todo florido e eu olhando aquele pé de pé e conversando com eles, falei, olha, aqui juntou a obra do homem, que é esse asfalto bonito, e a obra da natureza, que é esse lindo pé de Ipê, florido e Ipê amarelo, né? E essa paisagem tão linda aqui, que juntou a obra de Deus com a obra da natureza, é a coisa mais linda, né?

Uns são policiais de trânsito, outros são policiais militares, já tem dois que são delegados, já são aposentados.

Fiz uma entrevista com ele, e a gente, lembrando daquele tempo de menino da gente lá na roça, Rapaz, mas aquela entrevista que eu fiz com ele, ele chegou a chorar, um delegado chegou a chorar de lembrar daquele tempo da nossa infância lá do interior.
Que bonito. Depois disso, não largou mais da câmera?
Não, depois disso não larguei mais da câmera, né? Esse primeiro passeio que que eu usei essa câmera desse filho, né? Usei ela mais ou menos uns três anos, umas três viagens, né? E depois eu comprei uma para mim. Aí comprei uma uma Sony <coughs> Essa essa filmadora Sony é é o a minha ferramenta de, né, da gente se divertir, de fazer uns trabalhos que, graças a Deus, o pessoal até gosta das filmagens que a gente faz. Que a gente faz com muito capricho, uma coisa que a gente faz com muito carinho. O que a gente faz com carinho sai bom.
Que beleza.

Porque é filmador e agora eu sei também que você canta e tem grupo de teatro também, não é?

ele tem muita facilidade de escrever peças de teatro, né. Ele pega um livro assim, lê uma história no livro, aquilo ali, daquela história ali ele faz uma peça teatral a vez de uma hora, uma hora e meia ou até duas horas.

E eu gostava muito de assistir às peças dele, porque eu achei que ele trabalhava muito bem. E quando foi um certo dia, ele parou com aquele grupo, desistiu daquele grupo. Aí, uns cinco anos depois, eu encontrei com ele na rua, falei, ô Sr. João, e aquela peça de teatro que o senhor fazia, é, o senhor fazia aquelas apresentações de teatro na igreja, e eu gostava muito, admiro muito o seu trabalho, mas do seu irmão, o Irineu, vocês trabalham muito bem, vocês não podiam ter parado com aquele Aí ele falou assim, a gente parou porque, é, a gente desanimou daquilo, porque, é, uns casou e outros já, é, não estão mais com a gente e a gente desistiu. Falei, ah, mas o senhor podia voltar essa peça outra vez, voltar a fazer teatro outra vez. Aí ele falou assim, ah, mas a gente não tem nem onde , a gente não tem onde ensaiar. Aí estava em frente à minha casa, falei, senhor João, se o senhor quiser voltar a a fazer a apresentação desse teatro, O senhor o senhor pode usar a minha casa, a gente tem uma salinha aí, o senhor pode pode fazer ensaio aqui na minha casa. E quem sabe, se, às vezes, se a gente puder até ser aproveitado para fazer alguma coisa na peça, a gente podia até colaborar, fazer alguma coisa na peça também. Se o senhor fazer um teste com a gente, achar que a gente serve para fazer alguma coisa, a gente pode até participar com o senhor. Aí marcou um dia dele ir na minha casa, né? Aí ele foi ele foi com duas irmãs e mais um irmão e chegou lá, juntou eu e a minha esposa, né? E a gente começou a ensaiar uma peça lá. É, O nome da peça era Um Dia o Peão Acorda. E a gente ensaiou aquela peça, a gente apresentava naquelas naquelas escolas da região ali, apresentava na igreja, apresentava nas creches. E teve uma vez que a gente foi chamado para apresentar até na na onde o Mazzaropi fazia as apresentações dele, parece que é na...

E nós fomos convidados para fazer a apresentação lá e a gente foi e o pessoal gostou da nossa apresentação. Mas depois de um certo tempo, faz mais ou menos uns três anos, ele parou, resolveu parar de outra vez, acho que por motivo de saúde. E aí desintegrou o grupo e acabou.
E a cantoria?
A cantoria, eu eu gosto de cantar algumas músicas sertanejas, mas eu não tenho parceiro e a gente sozinho, é, não fica muito bom, mas adverte, né.
Mas toca violão também?
Não muito bem, mas mas mas algumas musiquinhas a gente faz.
Então, você tem uma vida bastante cheia, né?
Graças a Deus.
<laughs> São os vicentinos
É, os vicentinos, a música, os bailes, baile da saudade, né? E a gente sempre, parado a gente não fica, não. E em casa, você sabe como é que é. Quem tem casa, sempre tem alguma coisinha para fazer, né? É uma coisa, é outra, é... e a gente não para. Porque eu acho o seguinte, a gente, e eu conheço muitos amigos meus, que tinham a maior pressa de se aposentar para ficar quieto. E isso é a pior coisa da vida, a pessoa aposentar e ficar quieta. Aposentar sim, a gente deixar de marcar cartão, deixar de ser de ser comandado, né, deixar de ser manipulado para ter uma vida mais livre. ter assim Que quando a gente é empregado, a gente não é livre, né? A gente entra no portão da firma ali, durante aquele tempo ali, a gente tem que ir, né? A gente é mandado pelos chefes, pelo supervisor, pelo dono da firma, e a gente é vigiado durante o tempo que a gente está ali dentro da firma. Agora, na casa da gente aposentado, a gente... Aposentadoria, você sabe como é que é?

É coisinha bem simples, né? Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa para poder completar.

Tem alguma coisa da sua história, do seu passado, ou mesmo do seu presente, que você gostaria muito de contar e que eu não perguntei?
Tem. A história é do meu avô, o pai do meu pai.

A família dele também era composta de mais ou menos uns doze filhos. Meu pai, mais os irmãos, mais as irmãs, eram mais ou menos uns doze, doze irmãos, e

e ele era muito católico também, muito devoto, devoto principalmente do bom Jesus de Congonha.

Esse jubileu já deve ter aproximadamente quase uns trezentos anos que existe esse jubileu. E o meu avô foi aproximadamente uns setenta anos sem falhar um ano. Quando solteiro e depois de casado com a família toda, ele ia ele ia com a família toda.

com dois animais carregados de arroz, feijão, carne, rapadura, toucinho, né. Aqueles dois animais levavam alimento para eles para eles se alimentarem durante a viagem e durante os dias que ficavam em Congonha e a volta. Três dias para ir, três dias para voltar e uma semana que ficava no jubileu lá. Na estrada, Ele fazia dois dois duas paradas, dois pousos. Aquelas pessoas todo ano já ficavam esperando ele, que que ele passava por ali naquela data. Chegava em Congonha, Congonha também, o pessoal já reservava uma casa para ele lá, porque tinha certeza que ele não faltava. Aí ele ia com a família, né? A família, aqueles animais, tudo, né? E ele era muito devoto e lá naquele tempo o pessoal tinha um um costume de fazer promessa para o Bom Jesus de Congonha. E aí cada um dava uma, um dinheirinho para ele levar e pôr nos pés do Bom Jesus. Aí ele ia lá na casa dele

Naquele tempo não era mil réis, né? Mil réis acabou em mil novecentos e eu quero que o senhor leva cinco mil réis e põe lá no pé do bom Jesus. E aí umas vinte, trinta pessoas iam na casa dele, levavam aquele dinheiro para poder pagar aquela promessa e ele levava aquele dinheiro daquele povo. E ele tinha um burro Esse burro tinha nome de figurão. Esse burro viveu aproximadamente uns quarenta anos. Esse burro acostumou tanto a ir a Congonhas, Congonhas quando chegava o dia, o jubileu era do dia sete de setembro Quando chegava o dia primeiro de setembro, aquele burro todo dia amanhecia no terreiro. Já parece que adivinhando que ia viajar. Quando chegava mais ou menos dia quatro de setembro, o meu avô arriava aquele animal. Quando punha quando punha o arreamento no lombo desse burro e Soltava o burro na estrada, vinte e duas léguas de distância, o burro acostumou tanto com essa estrada, quem não conhecesse o caminho de Congonha podia acompanhar aquele burro, ele não errava uma encruzilhada na estrada. Ia certinho. E aí, quando chegava em Congonha, já tinha aquela casa lá, que o pessoal já reservava para o meu avô. O meu avô chegava, já tinha aquela casa lá, e ele arranchava, ficava ali com a família, né? Ali tinha tudo, né? E ele tinha tanta amizade com aqueles padres lá de Congonha, os padres já conheciam muito ele, recebia ele, né, ele levava aquela oferta de todo aquele pessoal que tinha pedido para ele levar, ele entregava na secretaria aquelas aquelas ofertas, né, e E, além disso, ele também era muito caridoso, lá tinha tinha aquela vida Tinha muitos pobres que ficam pela rua fora, que não que não é não é o que os padres querem, né. Tem uma casa lá, apropriada só para aquelas pessoas pobres, para ficarem naquele lugar. Naquele lugar lá, eles têm almoço, eles têm janta, eles têm onde dormir, eles têm médico, eles têm todo o tratamento. Tem banheiro para tomar banho, tem tudo aquele conforto lá. Mas mesmo assim dispensava aquilo, preferia ficar na rua. Mas aí o meu avô le levava, dava alimentação para aquelas pessoas também, tudo, né? Meu avô era muito caridoso, né? Era muito caridoso, muito devoto do bom Jesus, né? E então, aí... Esse mesmo burro que ia todo ano com meu avô, no mês de julho de mil novecentos e E o meu avô andando lá para aquele espaço, naquelas estradinhas lá, e ao passar numa ponte bem próxima da da fazendinha do meu avô, tinha aquela ponte e depois daquela ponte tinha um atoleiro, aquele barro por causa da chuva, e E quando chegou naquele naquele naquele barro ali, o burro se desequilibrou e caiu. Quando o burro caiu, o meu avô também caiu, né. Caiu, bateu com o pulso, assim, numa ponta de bambu, aquela ponta de bambu já no meio daquele barro, aquela ponta de bambu entrou no pulso dele, né, e aquilo ali arruinou, granguena, que eles falavam naquele tempo, granguenou, e o meu avô acabou morrendo com aquele com aquela estrepada de bambu. Então, meu avô morreu em mil

Que história, hein?

Esse Padre Chiquinho é que foi lá na fazenda... confessar o meu avô e dar a extrema unção para ele. Naquele tempo chamava extrema unção, né, como hoje é unção dos dos enfermos, né. Naquele tempo chamava extrema unção. Esse padre Chiquinho também, que que foi confessar e ungir o meu avô, foi o padre que fez o meu batizado. Chamava

Quer contar mais alguma coisa dessas histórias boas suas?
Eu acho que está bom, né?

Me responde uma coisa antes da gente terminar. O que você achou de contar a sua história aqui para gente?
maravilhoso. É... Essa história, por exemplo, toda essa história que eu contei aqui, eu nunca tive oportunidade de contar. Então, para mim, foi, olha, fiquei muito feliz em ter essa oportunidade, fiquei muito feliz e muito grato com a acolhida de vocês e tenho muito que agradecer e tenho muito que agradecer

Um moço muito... Pessoa fina, gente muito boa.

E a segunda vez aqui.

Eu vou pedir para você repetir aquela sua apresentação do começo. Eu queria que você falasse assim, por gentileza.

Eu nasci em...

Aí você pode, não sei se você considera o trinta e dois, você considera o trinta e dois, que foi o seu nascimento mesmo.

Você pode falar, por favor?

Bom, agradeço muito a sua presença aqui. Foi um prazer ouvir a sua história e você está de parabéns pela vida que tem.